Entrevista número pê-cê eme-a-agá Então, nós vamos começar a nossa entrevista. Eu vou pedir para você falar de novo o seu nome completo, o local e a data de nascimento.
Meu nome é, nasci em São Paulo, tenho vinte e quatro anos de idade, nasci no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e.... Apelido é o Sacolinha.
Por que Sacolinha?
Sacolinha é pelo seguinte, quando eu, eu comecei a trabalhar como cobrador de lotação e trabalhei doze anos, eh, ali no metrô Itaquera, eu fazia a linha Cidade Tiradentes e metrô Itaquera. E, quando eu cheguei lá eu percebi que era outro mundo ali naquele metrô Itaquera, porque até o seu apelido, se você tivesse um, quando você chegava lá eles mudavam os cobradores e motoristas. E aí quando eu cheguei no metrô Itaquera, havia um, um, um ambulante que o apelido dele era Sacolinha, porque todas as vezes que as pessoas iam comprar salgado, pipoca, e falavam, ah, eu preciso de uma sacolinha e tal, ele nunca tinha. Sempre pedia para o vizinho da direita ou da esquerda, ah, me arruma uma sacolinha, depois eu pago. E aí ele nunca pagava. E aí os amigos dele resolveram apelidá-lo de Sacolinha. E quando eu cheguei no metrô, eu não aguentei, comecei a tirar muito sarro, né?jhnbgtfrdftgyhujiuhytfryhugyhujoiuyvfcgtuyhgtgui Como é que um ser humano, né? Pode ter um apelido de sacolinha? Aí tirei sarro, tirei sarro, tirei sarro. E os cobradores ali do local que já estavam tentando me apelidar há tempos, falaram assim, quer saber de uma coisa? Já que você está tirando sarro do rapaz, vamos te apelidar de sacolinha para ver se você gosta. Acabei não gostando, acabou pegando... Ficou o sacolinha velho, que já era o que tinha lá, e o sacolinha novo, que era eu também, até por conta da idade, né? E aí acabou pegando, não gostei, aí fui, fui me adaptando, fui gostando e foi indo. Dois mil e dois, quando eu virei escritor de fato, com o livro publicado, eh, eu resolvi usar como pseudônimo, porque eu falava assim, poxa vida, vou arrumar um pseudônimo literário. E arrumei um. Aí as pessoas me conheciam como, me conheciam como, que era com tê-agá, ainda, que eu tinha escolhido, e como Sacolinha. Falei, nossa, mas tanto nome assim, quer saber de uma coisa? Vai ficar como Sacolinha mesmo e pronto. E aí ficou.
Essa época que você falou do, do, do... Que você começou a trabalhar lá no metrô Itaquera, quantos anos você tinha, mais ou menos?
Eu tinha nove anos de idade. Nove anos de idade. Eu ainda estava estudando, ainda, morava ainda em Itaquera, porque a partir de mil novecentos e noventa e oito, com quatorze anos de idade, eu passei a morar na cidade de Suzano com, com minha avó. Minha mãe ainda morava em Guaianazes nessa época. Então, eh, desde que eu morava ali na Cidade Líder, ali ao redor de Itaquera, que eu trabalhei ali como cobrador de lotação até os vinte anos de idade.
Então vamos voltar um pouquinho, assim, antes dos seus nove anos, é bem para a sua, sua in, infância mais tenra. Eh... O nome dos seus pais, o quê que eles faziam?
Eu só tenho o nome da minha mãe, pai não declarado. O nome da minha mãe é, ela é mineira, veio para São Paulo, ela foi a primeira da família de fato a vir para São Paulo aqui para ir trabalhar como empregada doméstica. E depois veio minha avó, veio os meus outros tios, e aí foi vindo a família toda. Eh, eu nasci em São Paulo mesmo, né? Em oitenta e três, aqui. E... Do um até os sete anos de idade eu fui criado com a minha mãe, ora com a minha mãe, ora com a minha avó. Eu não gostava muito de ficar com a minha mãe, porque a minha mãe, ela sempre me prendia dentro de casa. Nossa, e eu adorava a rua. Então, aos finais de semana, quando minha mãe estava de folga, ela levava e deixava eu na casa da minha avó. E minha avó, nossa, nem ligava, deixava na rua mesmo, correndo, brincando. E eu gostava muito de ficar na casa da minha avó. E nos domingos à noite, quando minha mãe ia me buscar, às vezes ela tinha que me levar para casa junto com a mesa da minha avó, porque eu agarrava e não queria voltar de jeito nenhum. E aí, quando eu tive sete anos de idade, minha mãe trabalhava no Hospital Santa Marcelina como auxiliar de serviços gerais. E aí, eh, não tinha como ela me levar para a escola, não tinha uma escola próxima onde eu morava com ela. Ela acabou me matriculando em uma escola próxima à casa da minha avó. E aí dos sete anos de idade até os meus vinte anos eu morei junto com a minha avó.
E assim, como é que é nesse bairro, assim, da Zona Leste, você morar? Era Itaquera mesmo ou
Cidade Líder e Itaquera.
É? .escreve para a gente, era muito diferente do que é hoje, né?
Olha, eu trocaria tudo que eu tenho hoje para viver novamente essa minha infância na Cidade Líder e Itaquera. Porque lá é um momento, foi um momento histórico da minha vida mesmo. Hoje eu, eu, eu me arrependo de ser adulto e por mais que eu tenha livros publicados, que eu tenha uma vida hoje, que eu estou para casar, por mais que eu tenha tudo isso, eu trocaria tudo isso pela minha infância. Porque foi uma infância, eh, de subir no pé de goiaba, de comer goiaba no pé, de chupar manga no pé com sal, sabe aquela coisa da infância mesmo? De chupar cana, de descascar cana com o dente, e você não machucar os dentes nem nada, porque você era saudável, você já estava imunizado nisso na rua. De jogar bola, de todas as brincadeiras, a gente não se preocupava em trabalhar, não se preocupava em ter dinheiro. Uma vez ou outra a gente tinha que ter dinheiro que era para tomar uma tubaína, que a gente sentia vontade e tal, mas, assim, era um momento hiper bacana. Chegava nas sextas e nos sábados, que eram momentos de casamento, de curso na igreja, a gente juntava aquela molecada e tirava no dois ou um, para ver quem ia ter a vaga para olhar os carros, ali, para ganhar dinheiro e comprar pudim na padaria do seu Doca, que tinha ali na vila ali. Porque era um momento hiper gostoso, a gente juntava a molecada tudo. Quando a gente não comia pudim com dinheiro arrecadado ali olhando o carro, A gente ia numa pizzaria, comprava esfirra, ia até uma ladeira que tinha ali na, na Cidade Líder, um ladeirão de para, paralelepípedo, e ficava ali comendo esfirra, comendo pudim, conversando, falando besteira, falando das mulheres, e olhando revista de mulher peladas e escondidas, sabe? Era uma infância, assim, foi mágica, sem dinheiro, mas, assim, foi uma infância muito criativa. Tudo que a gente queria, a gente inventava, a gente produzia por nós mesmos. Empinava muito pipa, jogava muito bolinha de gude, rodava muito pião. Foi uma infância que não deixou a dever nada para ninguém, sabe? Então hoje eu me arrependo de ser adulto.
E vocês faziam traquinagens, assim? Tem alguma boa história para você
tem bastante.
Pode contar?
Tinha algumas de muito mau gosto, que inclusive, eh, eu estou, eu estou escrevendo o livro, aliás, já terminei o livro, que provavelmente será editado em dois mil e nove, final de dois mil e nove, intitulado Peripécias de Minha Infância. É um livro narrado em primeira pessoa, só que é um livro ficção e realidade, né? E o personagem principal é o, a, é o Arthur, baseado um pouco na minha vida. E tinha algumas brincadeiras de mui, de muito mau gosto, como por exemplo, nessa ladeira que a gente se reunia à noite para comer pudim e para comer esfirra, eh, a gente costumava jogar pneus lá de cima, né? E muitas vezes, também, a gente amarrava Num fio, a gente amarrava um cordão e ia para o meio do mato, que havia ao lado do ladeirão, o matagal. E no meio desse fio a gente amarrava, no meio desse, desse cordão a gente amarrava um, um sapato. E muitas vezes quando estava vindo algum colega nosso, a gente descarregava esse cordão e o sapato ia na cara desses nossos amigos, né? Essas são algumas brincadeiras de mau gosto, mas tinha outras brincadeiras muito bacanas também. principalmente em época de a, de, de aniversário. Trazia um amigo nosso, ele ficava uma semana, a semana do aniversário inteirinho, sem sair para rua. Só que a gente sempre dava um jeito de fazer com que ele saísse para rua. E o quê que a gente fazia? A gente pegava um ovo uma semana antes do aniversário do colega, enterrava esse ovo, comprava farinha de trigo, tudo que era possível para gente sujar o rapaz, a gente fazia. E no, no, no dia do aniversário, a gente dava algum jeito de ele sair para rua, né? E aí depois tacava o ovo podre na cabeça dele, jogava farinha de trigo, jogava pena de galinha, jogava um monte de coisa. Ele ficava mais ou menos um mês tentando tirar o cheiro, eh, podre do cabelo dele. Então a gente brincava muito, assim, e era uma infância muito gostosa, muito saudável mesmo, tirando algumas brincadeiras de mau gosto, é claro, né?
Mas enterrava para apodrecer o ovo?
Enterrava para apodrecer.nde vocês... no terreno?rês dias... No matagal mesmo.h? O matagal que tinha lá era o nosso quintal, era o nosso Playcenter, né? Então a gente colocava fogo lá, fazia fogueira, eh, assava batata roubada do quintal do vizinho, chupava cana ali, soltava balão com, com, com, com o ar da fogueira, a gente amarrava uma linha no balão... E deixava ele encher com, com o vapor da fogueira. E aí quando ele enchia a gente soltava, ia descarregando ali e ele ia subindo. O pessoal da Rua Sete descia tudo achando que era um balão que estava caindo, né? Aí quando o balão estava caindo a gente puxava a linha e ficava chamando eles, xingando eles de tudo quanto é coisa.
Quem que fazia parte dessa tua turminha? Você lembra dos nomes, dos colegas?
Olha, são só apelidos, por incrível que pareça, e são todos apelidos estranhos. Casquinha, Zoião, Zoinho, esses dois eram irmãos, eh, cariocas, inclusive, que trouxeram, muitas, eh, muitas ideias. Inclusive, quando a gente foi, foi roubar cana, eh, no quintal do, tinha dois cachorros grandes lá, né? E aí o Zoinho e o Zoião, que eram irmãos que vieram do Rio de Janeiro, trouxeram algumas ideias. Uma dessas ideias era de como atrair um cachorro, né? Eh, sem gastar muito. E a gente tinha um a, um amigo na turma que era bem de vida. Toda hora que a gente precisava de alguma coisa, que precisava de dinheiro, ele falava, não, na minha casa tem. E a gente amava ele de Sorrico, né? Ô Sorrico! Ele acabava não gostando. E aí, uh, esses irmãos Zoinho e Zoião, eles trouxeram uma ideia de, assim, pega um bife, né? Tempera bem, coloca dentro de uma sacola e passa um pouco o sebo do bife em volta da sacola, né? E joga para o cachorro. O cachorro, ao invés de ele morder a sacola para tentar tirar o bife, ele só vai ficar lambendo só. Porque ele vai achar que aquilo ali é como se fosse aqueles ossos de borracha, né? Que não tem como você engolir, não tem como você mastigar. De fato, deu certo, a gente pegou muita cana assim, a gente sempre jogava sucrilhos O Sucrilhos era um rapaz da nossa turma muito magrelo e ele recebeu esse apelido porque toda vez que passava aquele comercial do sucri, Sucrilhos Kellogg's, aquele cereal, ele falava assim, se o seu filho está magrinho, dê sucrilho, Sucrilhos Kellogg's para ele. Então a gente já resolveu o apelido ali de Sucrilhos. E a gente sempre jogava ele porque ele era magrinho, era fácil de passar entre o arame farpado ali no vão, né? Então ele ia lá, corria, às vezes ele tinha medo, a gente empurrava ele, ele ia lá, quebrava as canas, voltava, enquanto os cachorros do estavam lá lambendo a sacola. Pois é, e a gente ria demais. Era... Eu tinha dois.

Os que me respeitavam me chamaram, me chamavam de Mirão, que é. Então, Miro, Mirão. Os que não gostavam muito de me respeitar me chamavam de Domingão. Porque Domingão? Tinha um personagem muito interessante ali na cidade de Líder, em Itaquera. Era um, um, um rapaz que parece que teve problemas psicológicos, foi preso, apanhou da polícia, segundo algumas pessoas falam. E, e ele saía, às vezes, batendo de porta em porta pedindo cueca. E ele falava um, um, um, às vezes, um linguajar que a gente não entendia. Ele falava assim, tem cueca para me dar, cueca para me dar. E saía Quando as pessoas mexiam com ele, ele corria atrás para bater com pedaço de pau, com pedra e tal. E aí, como eu, como ele era negro e era um pouco parecido comigo, o pessoal me xingava de Domingão. O apelido dele era o Domingão, então falava assim, ó Domingão. E eu não gostava, né?

Não gostou, pegava. Então eu tinha dois apelidos, né? As pessoas que quando queriam alguma coisa minha, que eu ajudasse, falavam, né? Agora quando eles queriam tirar sarro, Domingão, Domingão. E aí eu não gostava, eu saia correndo e tal. E aí acabava a ter tudo a ver, né? Porque o Domingão saía correndo atrás do pessoal, né? Para ficar, para ficar, para tirar um sarro... E Domingão porque ele só era visto ao do, aos domingos na rua, né? Correndo, tinha um ginga, um gingado meio estranho, né? E ficava batendo na porta dos outros pedindo cueca, né?
Vocês tinham medo dele?
Bastante. A gente tinha medo, mas a gente tirava muito sarro dele. risos) <laughs> A gente corria atrás dele e ficava... Às vezes ele passava em silêncio na rua. A gente falava, nossa...tosse)as que estranho, né? Para gente alguma coisa estava errada. A gente começava a correr atrás dele e xingar, ô Domingão, e puxava a calça dele e tal. E aí ele vinha correndo atrás da gente, aí que era o bom, né? Porque era a nossa arte Corria, corria, e dava risada, dava risada. E tinha muitos momentos que ele pegava algum de nós lá e pintava o rei.
Não, não tinha nem muito carro e nem muita bicicleta, também não tinha tanto prédio assim não.
Não, não tinha nem muito carro e nem muita bicicleta, também não tinha tanto prédio assim não. Acho que até por isso que, que era uma infância, quando eu falo que eu daria tudo, era para viver essa infância e não voltar a ser, ser criança nos dias de hoje, de forma alguma. Hoje está tudo mudado, né? A globalização chegou em tudo quanto é lugar, inclusive na zona rural. E se Cidade Líder, que não é zona rural, eh, eh, acabou, acaba chegando também, né? Carros é o que mais tem hoje em dia, bicicletas também não tem, não tem muita coisa lá. Na época, era uma vez ou outra que, que tinha, que tinha carro passando, tanto que a nossa rua não era rua de lazer. Foi justamente nessa época, em noventa e dois a noventa e cinco, que surgiu a lei das ruas de lazer, que eram fechadas aos sábados e domingos, né? E na nossa rua não era rua de lazer, pelo contrário, a rua de cima que não tinha tanta movimentação, que era Rua Sete, eh, era uma rua de lazer, né? Mas a nossa rua, mesmo não sendo rua de lazer, a gente armava redes de vôlei, jogava futebol... Uma vez ou outra ali, acho que de quarenta em quarenta minutos, passava um carro, né? As pe... Às vezes as pessoas usavam a cidade, a Avenida Líder, que era a avenida principal, para ir para os outros bairros e o nosso, eh, uma vez ou outra passava algum carro. Então era muito bacana. Hoje é difícil. Hoje, muitas vezes, quando eu volto à Cidade Líder, até parece que a rua encolheu. né? Eu lembro que quando a gente estava aqui no ladeirão e estava aqui do outro lado da rua, Nossa, quando a gente tinha que atingir o outro lado, demorava uma eternidade, uns dez minutos para gente chegar lá. Hoje não, hoje em dois, três minutos, parece que a rua encolheu, né? Mas eu acho que é mais a... O nosso dia a dia hoje que a gente vive. Então, tem que produzir, tem que correr, tem que sempre, sempre mais, não importa como. Então, parece que a rua também encolheu, os moradores são outros também. Está muito diferente.
E me fala uma coisa, quando que você começou, assim, a estudar mais formalmente?
Olha, eu saí da escola de fato sem, sem gostar de ler e sem gostar de escrever, tanto que para mim é um fenômeno. Eu parei de estudar com dezoito anos de idade, aí eu já estava morando na cidade de Suzano e com os dezoito anos de idade mesmo que eu comecei a ler bastante, e aí que eu comecei depois a escrever, porque era muita coisa na minha cabeça, então eu tinha que colocar no papel de alguma forma, e foi aí que eu comecei a dar mais atenção para o estudo. Foi aí que eu me arrependi em ter ido para a escola, eh, só para não virar lixeiro, porque minha avó vivia falando, olha, se você não estudar, você vai virar lixeiro. Então, eu ia para a escola para, para não virar lixeiro, para não trabalhar catando ferro velho, né? Então, foi aí que eu comecei, de fato, a dar atenção para o estudo, que eu comecei a fazer alguns cursinhos de informática, de inglês, e aí em dois mil e cinco, eh, em dois mil e seis eu entrei na Universidade de Letras.
Mas assim, ah, quando você começou, você o quê? Sete, oito anos?
Quando eu comecei a estudar na escola, eu tinha
anos.
Ah, êh, eu ia mesmo porque... O primeiro motivo, eu ia para a escola é porque eu tinha um, um, um tio, hoje ele é padre, né? Ele vivia dizendo para mim que se eu não estudasse, que se eu bagunçasse na escola, ele ia me mandar de volta para a casa da minha mãe. E tudo que eu menos queria nessa época era voltar para a casa da minha mãe, né? Porque ela ia me trancar dentro de casa, né? Então eu ia para a escola para isso. Aí a partir da quarta, quinta série eu comecei a ir mesmo porque eu não queria virar lixeiro, porque eu não queria ser catador de lixo e porque toda vez que a gente, que a gente fal, eh, não faltava, que a gente ia direto na escola, eh, a gente ganhava um monte de brindes, ganhava caixinha de lápis de couro e minha avó, minha família não tinha condição de comprar isso, para mim era um paraíso, né? Ao invés de, de, de, de a minha avó ou minha mãe prometerem e falarem que no final do ano você vai ganhar um videogame se você for aprovado. Não, pelo contrário. Não falavam isso, então a gente não tinha um certo incentivo material. Então quem, quem não faltasse nessa época na escola ganhava lápis de cor, ganhava giz de cera. Então eu ia muito, eh, dificilmente eu faltava. Então eu fui da minha primeira série, eh, do primeiro grau até o terceiro colegial. Eu dificilmente faltava e não fui reprovado em nenhuma matéria. E não existia ainda essa lei da aprovação automática, né? Então, assim, confesso que fui um bom aluno...risos)esmo sem querer ser.
E sempre na mesma escola que você estudou?
Até a oitava série....ual escola? Eh, do ensino médio na Escola Oswaldo de Oliveira Lima, em Itaquera. E aí, da, do meio da oitava série até o terceiro colegial, na escola... Eh... Eu falei Oswaldo de Oliveira Lima, né?

Não, então na primeira escola é Luzia de Queiroz de Oliveira, que foi em Itaquera. E a segunda, da oitava em diante, foi Oswaldo de Oliveira Lima em Suzano, no Jardim Revista, que é o bairro onde eu moro.
E da convivência, assim, com a sua avó, quais foram os ensinamentos que ela te passou, os costumes da família?

Olha, acho que a melhor coisa que a minha avó fez foi deixar eu livre na rua, viu? Porque foi a rua que me ensinou muita coisa, foi a rua que me ensinou a ser o que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje eu devo à rua. Mas não que minha avó deixava na rua, ah...argado.ai para rua, não, de forma alguma. Era oito, nove horas, ela me procurava na rua, tanto que quando a gente ia ficar em volta da fogueira dez horas da noite, é porque eu fugia de casa mesmo, né? Mas ela, por, por me deixar mesmo ir jogar bola, rodar peão, empinar pipa e tal, acho que foi o maior ensinamento que ela deu para mim foi isso. E com doze anos de idade ela falava assim, ah, você vai para o Parque Dom Pedro sozinho, vai, vai fazer, vai fazer suas compras, vai se virar, porque senão você vai fazer dezoito anos e vai, vai parecer um, um rapaz bobo, né? Sem saber nem pegar um ônibus. Então a gente costuma dizer que tem um pouco que, que na rua tem um pouco dessa ginga, tem um... A gente precisa dessa imunização. Então acho que foi o maior ensinamento que ela deu para mim foi esse.
Você começou a andar São Paulo, ãh, ãh, por São Paulo sozinho?
Comecei com doze anos de idade, como eu já trabalhava como cobrador de lotação, então eu tinha algumas ideias e tal. E eu lembro que lá para noventa e quatro, noventa e cinco, quando chegou aí o Plano Real, a gente juntava aí a molecada da rua, ia tudo lá para galeria do rock, galeria Pajé, comprar aquelas roupas e tal, aquelas bermudas, porque era mais barato. E porque era legal a gente chegar no bairro com uma bermuda nova e tal. Então, a gente, os primeiros lugares que eu fui foi ali. Parque Dom Pedro, eh, a subida da General Carneiro, Francisco Glicério, todos esses locais, assim.
Como que vocês ouviram falar da Galeria do Rock?
Ah, era um... Chegou um momento ali em mil novecentos e noventa e quatro, ali na Cidade Líder Itaquera, que era uma febre, né? Eh... Você falar que foi na Galeria do Rock, era um status, né? Pô, esse final de semana foi eu e o Sucrilhos lá na, na Galeria do Rock e tal, os caras ficavam com inveja, né? Você pegava um ônibus, né? Às vezes...tosse)ntrava por trás, às vezes a gente economizava o dinheiro da passagem para comprar alguma coisa lá e tal. E aí chegava no local e paquerava as menininhas, comprava uma bermuda e ficava olhando e tal. Andar no centro de São Paulo também é um passeio fantástico. E aí quando a gente voltava era tudo de bom, né? Voltava à tarde e, oh, eu estava na galeria do rock e tal. Então era um falatório geral. E aí quem ia era um status.
O que você achava, assim, do centro de São Paulo?
Ah, eu sempre fiquei fascinado por tudo, inclusive à noite, aquelas luzes iluminando e tudo mais. Acho que é isso também que chama muitas crianças, né? Para o centro de São Paulo e tudo mais. Mas, eh, tudo isso me fascina, pessoas, calor humano, sabe? As pessoas passando para cima e para baixo, aquela variedade de coisas, guardas, eh, ambulantes correndo da fiscalização, e tudo isso me fascinava, coisa que não acontecia no meu bairro, lá acontecia. Mas eu tinha muito medo também do centro, quando eu via, eh, a meninada da rua, eh, o pessoal que estava em situação de rua, né? algumas cenas que apareciam nos jornais de policiais espancando, crianças também sendo mortas e tal. Ao mesmo tempo que me fascinava, o centro também tinha muito medo, né? Então eu voltava para casa cedo, para não ter problema.
Ficar a noite lá nem pensar.

Eu já tive vontade de passar a noite no, no, no centro de São Paulo, mas foi depois que eu virei escritor, que aí eu comecei a pesquisar muitas coisas. Então eu tive vontade de saber como é que era e tal, mas com muita calma. Ainda não fiz isso.
Já com outra curiosidade.
Com outra curiosidade.
E quando você trabalhava na sua infância, eh... O que você fazia com esse dinheiro? Você se lembra quanto que o que você ganhava? Como que era? sua relação, assim, com o
Eu sempre fui muito organizado, né? Eu sou um rapaz que hoje, eh, acorda, né? Antes de acordar, antes de dormir aliás, deixa a, a roupa toda arrumadinha ali, aí quando acorda deixa a cama arrumada, então sempre fui muito organizado. E lá na minha família, em Itaquera, a família da minha avó, tinha uma tradição que tinha uma mulher lá que todos os dias a gente ia ao supermercado, na época a gente falava assim, ir à venda, né? A gente ia ao supermercado para ela. Então, primeiro ia meu tio, esse que hoje é padre, que é, uh, o Padre Arlindo, depois começou a ir o meu outro tio, que é o Luciano, e aí depois do Luciano passou a ir eu ao supermercado para essa mulher. E essa mulher, ela sempre dava uma gorjeta para gente, uma gorjeta boa até na época, né? Tinha algumas, outras vizinhas que mandavam a gente ir, sempre falavam, ah, depois te dou um trocado, e nunca davam esse trocado. Então essa mulher, ela sempre dava uma gorjeta legal para gente. E aí eu sempre costumava guardar, se eu ganhava, vamos supor que é nos dias de hoje, se eu ganhava dois reais, eu guardava um e cinquenta e cinquenta centavos eu gastava no fliperama, né? Jogando videogame e tal. E quando eu não jogava videogame, eu comprava doce. Mas esses um e cinquenta que eu ia guardando por dia, eu sempre comprava minhas coisas. Então a partir dos. dos nove, dez anos de idade, eu costumava comprar meus doces, minhas roupas, custava dizer, costumava dizer que a minha própria cueca... eu comprava com o meu dinheiro, né? Então, hum, por ser muito organizado, eh, eh, com essa grana, quando eu não gastava com besteira, que era doce e videogame, eu sempre comprava minhas roupas aqui, sentia vontade de andar de skate, com, começava a comprar minhas peças, minha bicicleta, sabe? Então, eu ia juntando o meu dinheiro e gastava com coisas úteis também. Para até não ter aquele, aquela sensação de estar pecando, né? Falar, nossa, eu ganho dinheiro, estou gastando tudo com besteira, né? <laughs> Porque eu sempre tive medo do pecado.
É? Mas essa é uma prática religiosa?
Não, não, mas assim, eh, já, eu, eu, eu me sinto culpado, às vezes, em, em gastar todo o dinheiro com uma coisa que não vai ser útil para mim, né? Depois eu fico me cobrando, eu falo, poxa vida, eu poderia, poderia ter gastado com uma outra coisa, né? Que seria melhor, que seria útil para mim, para os meus familiares e amigos, né? Então sempre isso veio na minha cabeça, e tal, eu estou fazendo coisa errada. Se eu ganhasse esses dois reais e gastasse tudo com fliperama ou com doce, falava, poxa vida, e agora, né? Estou gastando com doce, estou estragando meus dentes, estou estragando meu estômago e não... Então eu sempre ficava com essa sensação de culpa, assim. Então eu sempre, para não ficar com essa sensação de culpa, então eu pecava, mas ao mesmo tempo eu pagava esses pecados guardando meu um real e cinquenta ali para comprar meus do, para comprar minhas roupas, e para comprar alguma coisa que seria útil para mim, né?
Mas você frequentava a igreja, essas coisas? Porque essa ideia de pecado, eh, é bem católica.... Você frequentava a igreja, assim, tinha algum ensinamento religioso?
Olha, eh, só quando eu queria pagar meus pecados mesmo. <laughs> Tanto que eu passei a ir para a igreja todo domingo, né? Então, assim, eh, eu vi uma vez um padre, padre não, um ministro da igreja dizendo que, que, poxa vida, deus dá todo o tempo do mundo para você e você não tem nenhum tempo para ele, né? E aí, eu, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, é verdade, eu preciso ter um tempo para deus, né? E aí foi quando eu passei a ir à igreja aos domingos, né? Então todos os domingos eu ia para a missa das oito ou nove horas da manhã. E aí eu sempre ia e ficava assim, como eu sempre chegava tarde, então era melhor para mim porque eu ficava sempre na porta, a igreja lotava, então eu ficava sempre na porta. Hora eu olhava lá para a igreja e, hora eu olhava lá para trás, para a rua, se a molecada já estava jogando bolinha, ou empinando pipa. E aí, eh, tinha domingo que eu acordava tarde, tinha domingo que às vezes eu, a, eu, eu escondia o meu caderno da catequese e falava que eu tinha perdido. Aí meu tio falava assim, poxa vida, eu te, eu te matriculei lá, consegui uma vaga para você, agora você não vai para a catequese e tal. E aí, hora eu falava que estava com dor de barriga, hora eu escondia o caderninho, falava que eu tinha perdido e tal. Então, eu sempre, vivia adiando, né? Mas sempre com aquela ideia na cabeça, falar, olha, deus vai me castigar, eu podia ter ido para a igreja hoje. E quando eu conseguia ir à igreja e ficar até o final da missa, aí eu ficava mais contente, falava, ôxa vida, legal, agora eu vou empinar a pipa, vou pecar, fazer de tudo, porque eu já dei meu tempo para deus, agora o tempo é meu. Mas hoje em dia, eh, a literatura, a arte, enfim, ela, ela acabou mostrando para mim que eu posso adorar o meu deus, eu posso, eh, ter tempo para o meu deus, mas de outras formas, sem precisar ir em nenhuma igreja, sem precisar praticar nenhuma religião também, né? Então hoje eu sou católico mais por herança, porque toda a minha família é católica, por ter um tio padre também, eu acabo não praticando e não tenho culpa.
Qual era o nome dessa igreja que você frequentava nessa época?
Sagrado Coração, que inclusive tem uma em Suzano também, por incrível que pareça, que é atrás da casa da minha avó. Hoje eu não moro mais com a minha avó, eu moro com a minha mãe em Suzano. Mas, eh, é uma, é um pouco de coincidência, porque ficava na mesma rua, em Itaquera, essa igreja do Sagrado Coração. Era uma comunidade, porque ali tinha igreja, tinha um, né? Que, eh, hoje em dia, eh, a gente chama de EJA, chama de Pró-jovem e tal, mas... Existia na época o, que trabalhava com jovens e, e pessoas idosas que não tiveram, eh, oportunidade para estudar. Então tinha o, tinha ali um espaço onde se fazia quermesse onde se fazia festa junina, então era uma comunidade, Sagrado Coração de Jesus. A igreja que tem hoje atrás da casa da minha avó, lá em Suzano, no Jardim Revista, eh, chama-se Sagrado Coração, mas não é uma comunidade, é só uma igreja também.
Eh, a gente está falando de uma infância, de uma adolescência que é muito recente, essa... Muito novo, né? Mas assim, para a gente estar caracterizando esse período, conta assim, como é que vocês se vestiam nessa década de noventa, que vocês já começavam a sair para a rua, tudo, como, como é que eram as roupas, as gírias, como é que era essa vida de moçada?
Olha, era uma época que surgiu ah, a bermuda calça, que aqui no, no joelho tinha um zíper, aí às vezes quando você estava, estava meio calor ou que você queria fazer alguma média para algum colega ou para alguma garota, você tirava ali o zíper e ficava só com a bermuda, tinha uns bolsos largos, grandão, que a gente enchia a carteira de, de papel para ficar bem gordo assim, para dizer que a gente tinha dinheiro e colocava e tal. E era uma época que a gente ou usava uma camisa, camisa de time ou usava a camisa de um, de um grupo musical preferido. E aí eu usava, como eu ainda não, não, não curtia muito muita música e tal, eu usava a camisa do Corinthians, né? Mesmo sem, sem muita, muita, eh, vontade de torcer, sem aquela coisa de fanatismo, mas usava a camisa do Corinthians, então assim, se... Você era bem quisto ali na roda, se você usasse alguma camisa de um time ou de algum grupo preferido, né? Mas a gente tinha grandes problemas, foi justo nessa época que estavam aflorando muito essa, essas brigas de punks, clubbers, skatistas. E nessa época eu andava de skate também, então eu tinha muito medo de usar certos tipos de roupa, né? Se você usava uma camisa do Racionais, que é o grupo de rap, você, você tinha problema de encontrar num, no shopping, eh, Aricanduva, que era, o que a gente mais frequentava, Os clubbers, os carecas, e eles eram contra tudo isso, né? Então, era ideologia e tal. Então, muitas vezes... eles partiam para cima? Ah, partiam bastante.

Tinha muita briga. Eu mesmo já cheguei a correr muito. Graças a deus, nunca apanhei. Até porque eu sempre fui medroso, nunca gostei me, de, de, de, de me envolver em briga. Então, quando eu, quando eu via que o bicho ia pegar para mim, eu corria. E não queria saber de nada, né? Então, o meu negócio era só curtir, andar de skate, ser criativo, brincar. Mas briga não era comigo, não.
E as gírias?
Olha, nessa época, por incrível que pareça, não tinha muita gíria, não, tinha bastante, era apelidos, viu? Essa questão dos apelidos, surgia um apelido que você não gostasse, pegava na hora.egava. <laughs> E aí depois tinha que se acostumar, porque de qualquer forma, eh, acabava... Agora, gírias mesmo eram poucas, tinha no skate uma, uma gíria que a gente tirava bastante sarro, que era chupar a mangueta. Fulano estava andando de skate e levava um tombo e aí a gente falava assim, ó, chupou uma mangueta. Então eram bem poucas as gírias. Uh, o bom mesmo da época eram os apelidos. Não gostou de um apelido, toma para você. Era casquinha, sucrilho, cueca. Cueca era um rapaz lá que ele usava as calças do avô. As calças e as cuecas do avô, né? Porque muitas vezes, eh, quando a gente brincava e tal, a gente tirava a camisa de um e jogava no, no fio, no fio, eh, de eletricidade para o rapaz tentar tirar depois e não conseguia. E aí, uma vez a gente encontrou esse amigo nosso, o, tiramos a camisa dele e a cueca dele estava bem aqui em cima, uma cueca toda frouxa. E a gente resolveu apelidá-lo de cueca, porque a gente falava que ele usava as cuecas do avô, né? Falava, e aí cueca e tal. Então pegou muito a questão dos apelidos. Gírias eram pouca coisa mesmo.
E sacolinha, assim, as paqueras, namoro, primeiros namoros?
Olha, eh, eu namorava muitas meninas na escola, mas elas não sabiam que eu namorava elas. Porque eu olhava assim, ficava paquerando e falava assim, nossa, que legal, que bacana, né, moça bonita e tal, vou namorar com essa daí. Então, às vezes, quando eu conseguia dar um beijo na bochecha de cumprimento, eu já ficava todo contente, todo feliz, para mim, eu tinha ganhado o dia e tal. Mas, de fato, passei a namorar mesmo, passei a levar isso mais a sério mesmo, com quatorze anos de idade. Porque na escola eu sofri muito com a questão do preconceito, né? Preconceito racial. Tanto que eu sempre gostei de dançar, então na escola, a gente tinha, <coughs> toda época, eh, era verão, era festa junina, primavera, a gente sempre tinha danças, a gente tinha uma professora chamada professora, que era uma professora de educação física que coordenava as danças. Aí, então a gente se apresentava, abria a escola para a comunidade, o pessoal vinha ver a gente dançar. Então tinha sempre essa época de dança. Então, sempre adorava dançar, era tudo. Festa junina, procura o, procura o, que o gosta de dançar. E aí, eh, as profe, sempre quando tinha danças que você tinha que formar par, as professoras falavam, formem seus pares. Eu sempre ficava por último, porque eu nunca queria chegar naquela moça bonitinha da sala, naquela moça branca e tal, porque eu, eu, eu tinha medo de ser rejeitado, como muitas vezes eu era rejeitado e tal. Foi uma coisa que a literatura me ajudou muito, foi superar esse preconceito e exigir os meus direitos também. Então, de fato, eu comecei mesmo a namorar, a dar o primeiro beijo com quatorze anos de idade aí. E aí foi, foi quando surgiu. Então quando a gente, nessa época, quando a gente chegava a ir, por exemplo, nos ensaios da escola de samba, eh, Cidade Líder, Primeira da Cidade Líder, a gente conhecia, a gente tinha mania de conhecer as mulheres, né? Então quando a gente conhecia era cumprimento e três beijinhos, né? Então a gente cumprimentava, dava três beijinhos, saia todo contente Porque para gente ali, nossa.
Ganhou o dia.í chegava...
para casa, chegava em casa... Aonde você estava? Aí, a gente estava namorando. Aí a vó olhava assim e falava, nossa, quem vê pensa, né?

Olha, a primeira namorada mesmo que eu tive, que eu posso considerar, eh, eh, é a minha atual, que eu sou noivo, que é a. Ela mora em Barueri. Olha a diferença, né? Barueri e Suzano, Zona Oeste e região do Alto Tietê. Mas antes, eh, nunca tive, tive a chance de namorar por mais de três meses. Era mais aquela coisa de ficar, ficar. Vamos ficar. Estou ficando com fulano, estou ficando com cicrano. Mas, êh, eh, o ruim, o meu ruim é que eu sempre fui um sujeito muito sensível, então me apegava muito. E aí é que esse problema de ficar sempre me prejudicou, né? Ficava e quando eu estava começando a gostar, E aí a moda do momento era, você só podia ficar, você não podia namorar e tal. E aí eu ficava meio assim de pedir para namorar e tal. E aí eu acabava sofrendo até que eu arrumava outra.

né? A gente acabava ficando, ficando, ficando, que era a onda do momento.
Mas, ah, conta um pouco de como você conheceu a. Como é que foi isso? Como... Ela, ela... namoro que é noivado, e que vai virar casamento?im, ela, ela...

Daqui a um ano, mais ou menos, em julho de dois mil e nove, a gente tá casando. Eh, eu conheci ela num show de rap, chamado Rap em Festa, que acontece todos os anos. E em dois mil e dois, eu a conheci em São Mateus. A gente estava tendo esse, esse movimento de hip hop, estava tendo um show do .fghfghsfghsfghnnmmn,nm,nm,nm,nm,nm, que é um rapper de Brasília, um rapper super politizado. E aí, esse, esse, nesse Rap em Festa, que era um movimento bem organizado, antes de acontecer tinham preparos, tinham oficinas, preparo de voz dos rappers, tinham, eh, exposição de fanzines, que é aquela revista artesanal que surgiu na década de sessenta e setenta, que os grupos, que os fãs, os fã clubes, eh, da periferia que curtiam seus grupos de rock faziam, né? Em homenagem aos seus grupos. colocavam ali, pegavam uma folha de sulfite, dobravam e ficavam quatro páginas, né? E faziam a capa e tal. Totalmente artesanal. Então, ela fazia, voltado isso para o hip hop, né? A, ela fazia isso. E aí ela foi nesse encontro, né? De hip hop, que já tem encontro de fanzines também. E aí eu fui lá para, para participar de um, de um, de uma apresentação musical de um grupo de Suzano, formado por duas mulheres, que é a e a, que tinham um grupo chamado Denúncia Verbal. E aí na época me chamou para fazer uma participação, né? Um, uma, uma breve fala no grupo, e eu falei, vamos lá, elas iam se apresentar nesse movimento, e quando chegou lá, a, que hoje é professora, me apresentou para a, né? Porque elas faziam contato por cartas, né? De fanzine e tudo mais, e falou, ó, esse aqui é o Sacolinha, até lembro quando me apresentou, ela falou assim, quem? Aí a falou assim, o Sacolinha. Ah, Sacolinha? A gente se cumprimentou, tal, os três beijinhos e tudo mais. E aí começou, continuou rolando a festa, a gente se apresentou, a estava fazendo suas articulações ali, entregando o fanzine. Na hora de ir embora, já era mais ou menos nove horas, ela precisava ir embora porque ela estava em São Mateus, na Zona Leste, e ela precisava ir para a Zona Oeste, Barueri. E aí como eu trabalhava como cobrador de lotação em toda aquela área, Itaquera, Iguatemi, Cidade Tiradentes, eh, a veio perguntar para mim, falou assim, Sacolinha, a precisa ir embora, só que ela precisa pegar um, um ônibus para o, para o metrô ou para uma estação mais próxima de trem aqui. E mesmo sem eu conhecer, eu falei, opa, vou apro, aproveitar a oportunidade. Eu falei, eu sei, eu sei.

Aí fomos para o, para o lado de fora. A estava indo com o namorado dela até um ponto, porque ele precisava pegar um ônibus para ir, para ir embora também. E eu ia levar a para um ponto também. Comecei a seguir a, né? E aí o namorado dela falou assim, não, mas espera aí, eh, o, o local onde eu vou pegar ônibus não passa ônibus para o, para o, para algum metrô, para alguma estação, né? Aí eu falei, ah, é verdade, é verdade, é verdade, é que eu vou para outro ponto e tal, mas nem eu sabia que ponto que eu ia, e ela, e a não sabia disso. A gente foi para outro ponto, e aí eu vi que estava passando alguns ônibus e tal, falei, ah, acho que aqui passa. A gente começou a conversar, e toda hora que apontava o ônibus, como ela, ela usava óculos, né, e eu também num, não enxergava de muito longe, a gente achava que era o ônibus dela, né? A gente ia dar um abraço, olha, tchau, vamos trocar contato e tudo mais. aquela coisa gostosa e tal, de beijar e tal, e aí até que passou uma meia hora, passou o ônibus dela, ela foi embora, uma semana depois ela me ligou, falou, olha, vamos, vamos trocar cartas, que era um grande momento dessa época, dois mil e um, dois mil e dois, era o de trocar cartas, né? A gente nem tinha muito contato ainda pela internet, a gente não tinha esse acesso, e aí ela ficou de mandar a primeira carta para mim, mandou a primeira carta, eu já mandei a segunda, terceira, e ela já namorava, nessa época eu também namorava, E aí ela tinha terminado com o namorado dela, voltou de novo, e eu continuando com o meu namoro. Até que chegou um, um certo momento de tanto eu jogar indireta, mandar carta e jogar indireta para ela, eu fui e me declarei. E ela tinha terminado já com o namorado dela e tudo mais, só eu que não. Aí quando ela disse sim, falou só, olha, legal, beleza. Mas e sua namorada? Falei, a gente tá terminando agora. Até porque não estava muito legal, não estava, não estava rolando bem. E aí a gente começou a, a namorar, o primeiro encontro que a gente teve foi no dia vinte de julho de dois mil e três, no Playcenter, foi o primeiro local que a gente se encontrou, o primeiro beijo que a gente deu, que a gente deu foi na, na estação Barra Funda, que a gente marcou de se encontrar lá, né? Eu vindo de Suzano, ela vindo de Barueri, se encontramos lá, foi o primeiro beijo que a gente deu. na estação, então, Barra Funda, e a gente passou o dia inteiro no Playcenter, no, no, na semana seguinte, eh, que já era quase agosto, fui na casa dela, e fui um mês inteiro de agosto na casa dela, para depois, só em setembro, ela ir na minha casa mesmo, né? Então foi assim que se sucedeu.
Entre vocês se conhecerem ali direito no ponto de ônibus e se encontrar no Playcenter, quanto tempo vocês ficaram trocando cartas?
Um ano e meio.

Um ano e meio.
Nunca se viram no telefone?

Foi assim, a gente só tinha se visto essa primeira vez e depois só foi ligação e carta. Ligação e carta. E aí a segunda vez já foi para se beijar mesmo.
Devem ser cartas lindas.
Bastante, a gente tá tudo organizando e....? intenção é que, eh, quando a gente for casar, o convite seja o próprio livro das cartas, né? Olha! gente faça um, um livro com as cartas e tal.
Legal. E sua carreira como escritor? Como que ela começa?
Então...uando, como, por...reciso dar um...
Por quê? .. Um gole aqui.risos) Mudando, né, um pouquinho de assunto?
De tudo isso que a gente contou, toda essa explanação que a gente conversou aqui agora, o momento mais importante na minha vida, que fez ser o que eu sou hoje, foi o momento que eu entrei na literatura. Em dois mil... Mil novecentos e noventa e oito, quando eu mudei para a cidade de Suzano e continuei trabalhando como cobrador de lotação, nesse ínterim de tempo, eu ainda dei, eu dei um trampo de seis meses como empacotador de supermercado. No supermercado em Suzano. E aí quando eu vi que não era minha cara, aquilo ali, eu acabei voltando trabalhar como cobrador de lotação. Então eu pegava o trem todos os dias, às quatro horas da manhã, que saía de Suzano, ia até Itaquera. Hoje existe uma baldeação na estação de Guaianazes, que a gente pega aquele trem espanhol, aquele trem azul. E antes não existia, então o trem ia parando nas estações e não tinha baldeação, ele ia direto até Itaquera. Então gastava-se quarenta e

Aí chegou um certo momento, na estação, eh, quando eu entrava no trem, eh, lá em, lá em Suzano, que era um marasmo total. E no trem de manhã ou você cochila, ou você fala de novela, ou fala de futebol, ou joga baralho. Como a partir do momento que eu acordo e tomo banho, eu já não consigo mais dormir, então eu não conseguia cochilar no trem. Eh... Não sabia jogar baralho. não gostava de futebol e também não assistia novela, então o quê que eu ia fazer no trem? Alguma coisa eu tinha que fazer. E aí passou um ano, mais ou menos, de mil novecentos e noventa e oito para mil novecentos e noventa e nove, eu comecei a ler no trem apenas para passar o tempo. Veja bem, eu tinha saído da escola, né? Sem gostar de ler, sem gostar de escrever, apesar de eu ter feito umas boas redações, sempre tive uma nota boa em redação, eu nunca gostei de escrever, nunca gostei de ler, até os dezoito anos de idade. E aí eu falei assim, bom, para passar o tempo eu vou, vou pegar uns livros. Comecei a pedir alguns livros emprestados do meu tio, esse que é padre, né? Que hoje é padre. Porque ele tinha muitas influências em escolas, ele era diretor de grêmio estudantil, coordenador de sala de aula, então ele recebia muitos livros de presente, caixas de livros fechadas e tudo mais. E como muitos livros ele já tinha lido, ele deixava debaixo da cama dele. Por ele estar estudando para ser padre, ele era o único na casa da minha avó, quando eu morava com ela, que tinha, eh, um quarto só para ele. E aí como eu não queria pedir livros emprestados na biblioteca, porque você tinha sete dias para entregar, tinha que levar duas fotos, tinha que ir com o maior, o responsável e tudo mais, era uma burocracia total, eu falei, ah, eu nem gostar de ler eu gosto, como eu vou ler por passatempo, eu acho que não vou conseguir ler um livro em sete dias, né? Aí eu pedi o livro emprestado para o meu tio. Ele falou assim, não, se você nem gostar de ler, você gosta para quê? Você vai usar o livro para sentar no chão do trem, quando o trem lota, que é isso que o pessoal faz, né? Aí eu falei, ah, então deixa estar. Então, certo dia ele saiu para tomar banho, deixou a porta do quarto aberta, eu entrei e peguei um livro. Falei, vou ler e depois eu devolvo.

Era um livro da editora Ática, coleção Vagalume, eh, Meu Pé de Laranja Lima. Eu peguei esse livro... Li, gostei, né? Passando o tempo no trem. Então, eu tinha quarenta e cinco minutos ida, quarenta e cinco minutos volta. Eu falei, não vou devolver esse livro, peguei para mim. E aí, fui pegando outros livros, fui pegando. É por isso que eu digo hoje que, que, que, que o Brasil só vai melhorar, ou pelo menos algumas pessoas do Brasil só vão melhorar se começarem a roubar livros, né? <laughs> Porque o livro mesmo, ele salva as pessoas. Me salvou, continua salvando até hoje.
você quis ficar com esse livro do Meu Pé de Laran... Ó, você viu como passa rápido?

Então eu vou repetir a pergunta. Eh... Por que que foi esse livro, né? Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro lindo, maravilhoso. Por que foi que você quis ficar com ele?
Porque eu sabia que meu tio, ele, ele iria para o, para o convento depois, que ele iria ficar numa igreja e tudo mais. Eu falei, bom, depois ele vai querer doar esse livro para qualquer lugar. Então eu falei, vou pegar alguns livros para mim, né? Para eu já ir começar a montar minha biblioteca também. E porque eu gostei do livro e queria, queria que outras pessoas também gostassem do livro como eu gostei. Então eu falei, bom, eu vou ficar comigo que eu posso emprestar. também esse livro. Então comecei a surrupiar, pegar alguns livros, né? Comecei a desviar alguns livros e, e fui ficando para mim. Ele não sabia até o momento que eu gravei uma entrevista para o programa do Jô. Aí quando ele assistiu aí sim que ele ficou sabendo. Ah, então os livros que sumiam era você que estava surrupiando lá, né? Então em um momento, né? Ele ficou sabendo. Mas o interessante é que foi o seguinte... Eu comecei a ler no, no, no trem apenas para passar o tempo. Chegou um certo momento que quando o trem estacionava ali na estação de Itaquera e eu tinha que descer, eu ficava rezando para não ser verdade, que tivesse mais uma estação ou que o trem demorasse com as portas fechadas para eu continuar lendo, para eu terminar de ler mais uma página ou mais um capítulo. Então eu estava gostando de ler. Então às vezes eu descia ali a escada rolante ali lendo, né? O, uh, uh... Estava indo trabalhar ali, encontrar com o meu patrão e estava... Eu ia lendo, às vezes, capotava ali, porque eu estava, estava fascinado. E aí chegou um certo momento, acreditem se quiser, que quando eu ia entrar no trem, eu rezava para acontecer duas coisas. Primeiro, para encontrar um amigo. Segundo, para não encontrar um amigo.

Se eu encontrasse um amigo, ele ia ver que eu estava lendo, né? Ia ver que eu estava me dedicando à leitura. E aquilo ali para mim era fantástico. Alguém sabia que eu tava lendo, que eu tava gostando. Para mim era um, era um status... Era um status diferente, né? E... E rezava também para não encontrar nenhum amigo, nenhum conhecido, para eu conseguir, ir ler, né? No trem, ir lendo, né? Se eu encontrasse algum conhecido, ele ia ter que conversar e não podia ler meu livro ali. Então imagina o Sacolinha, né? Dezoito, dezenove anos de idade, com um livro ali debaixo do braço, assim, estucando o peito e entrando assim, ó. No trem assim... Porque eu me sentia o cara mais poderoso com o livro na mão, sabe? E, e de fato, eu sou um cara poderoso quando eu estou com o livro na mão, tanto que eu sou o que sou hoje por conta dele. E aí, eh, foi o momento que eu passei da leitura para a escrita. Então, ao invés de eu só consumir o livro, eu comecei a ser o produtor.

Eu comecei a ler bastante, bastante, bastante mesmo. Minha avó e minha mãe falavam que eu ia ficar louco de tanto ler. E de fato eu concordo que as pessoas que leem bastante ficam loucos. Ficam loucos se não colocar no papel o que pensam, se não conversar, se não dividir com os amigos, se não jogar bola, se não ir para o cinema. Então eu acaba ficando louco também. E aí eu comecei a colocar no papel, né? Algumas coisas que eu via, que eu vivia. E eu estava passando por um momento muito ruim na minha vida. Pelo seguinte, eu morava ainda com a minha avó. A minha mãe morava em Guaianazes com meus dois irmãos por parte de mãe, junto com o meu padrasto. E aí meu padrasto saiu para trabalhar numa sexta-feira e desapareceu. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente foi, eh, saiu à procura, vasculhou São Paulo de cima a baixo, a gente acabou não tendo nenhuma notícia dele. Minha mãe com medo, porque ela morava em no, Ela foi morar então, eh, na cidade de Suzano, ela comprou um terreno, e enquanto estava sendo construída ela morava de aluguel. Então eu passei a ser o chefe da casa, morar um pouco com a minha mãe, então eu estava passando esse momento de, poxa, ganhar quinze reais por dia, trabalhando como cobrador de lotação, não era nem registrado ainda, eh, com dois irmãos que tinham doze e treze anos. Minha mãe com trinta e nove anos de idade não estava conseguindo mais arrumar emprego. E eu, todos os dias, eu ia para estação de trem, eu não ia de ônibus, eu ia de bicicleta. Chegava lá na estação, amarrava a minha bicicleta em algum poste ali e ia trabalhar, porque, eh, esse dinheiro que eu economizava da condução, dava para comprar um arroz e um feijão para casa. Então estava passando esse momento que o Tim Maia costumava cantar, né? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir... Tenho muito para contar. Então assim, eu tinha alguma coisa para contar, eu queria dizer que tudo estava errado, que a gente não podia passar por uma situação daquela, e aí eu estava para explodir mesmo, de fato. E aí eu estava para explodir para um dos dois lados, que eu costumo dizer. Um é o lado da pólvora, o outro é o lado da açúcar. O lado da pólvora é o lado do crime, das drogas, da violência, e o lado do açúcar é o lado da cidadania, o lado da cultura, enfim. Acabei optando por, pelo lado da cidadania, né? Pelo lado do açúcar, que eu voltei um pouco para a cultura, mas que infelizmente costuma ser um pouco amargo, porque trabalhar com cultura no Brasil é uma coisa difícil, mas graças a Deus optei por esse lado. E aí comecei a escrever, primeiro porque eu ia explodir com tanta coisa na cabeça, segundo porque eu não queria ficar doido, terceiro porque muitas coisas que eu estava vivendo ali, de uma certa forma eu queria colocar no papel. E eu comecei a colocar no papel, eu nem sabia o que eu estava fazendo, não sei se era frase, se era poesia, se era conto, crônica... E aí até que eu comecei a escrever algumas letras de rap e passar para alguns amigos meus que cantavam rap. E aí a gente levava para uma rádio comunitária que tinha em Suzano, a Comunidade éfe-eme cento e três, vírgula cinco, e, e o pessoal costumava cantar essas letras de rap, eh, eu costumava ler algumas coisas que eu falava que era poesia, o pessoal ligava na rádio e elogiava. Poxa vida, legal, bacana, eu queria dizer isso aí, eu passei por isso que você passou e tal. Eu falei, opa, esse negócio é legal, né? Além de eu me aliviar, o pessoal ainda liga, aplaudindo, gostando. Eu falei, legal, vou continuar com isso. E aí foi quando eu comecei a participar de algumas palestras de alguns escritores, conversar com outros professores de igual para igual. Aí foi quando eu comecei a ter um embasamento, né? Literário. Então eu percebi que eu gostava mais de escrever prosa, no lado da crônica, no lado do conto. E aí foi quando, em dois mil e três, eu peguei o trem de manhã ainda para trabalhar como cobrador de lotação. Encontrei um amigo e conversando com ele, até chegar na estação de Itaquera, eh, ele falou, ele começou a falar de um amigo de infância que estudou com a gente e que estava no, no, no tráfico. E aí ele falando desse amigo, eu tive a ideia de escrever um conto intitulado Graduado em Marginalidade. Só que aí como eu não tinha feito roteiro nenhum desse conto, eu fui escrevendo, o conto foi tomando tantas proporções e proporções que acabou virando um romance. Saiu um livro de cento e Eu terminei esse livro então em dois mil e quatro e fiquei de dois mil e quatro, mais ou menos, julho de dois mil e quatro até agosto de dois mil e cinco procurando editoras. E aí foi quando eu percebi que as editoras não iam publicar um autor que não é conhecido, porque não ia dar dinheiro tão rápido assim, eu comecei a passar por debaixo da catraca do ônibus, comecei a fazer rifa, comecei a fazer churrasco. para arrecadar dinheiro em prol do livro. Eh, foi quando eu lancei independente, né? Terceirizei os, o livro, paguei as duas primeiras par, parcelas, fiz quinhentos exemplares do romance Graduado de Marginalidade, e lancei o livro e saí vendendo por aí. Nessa época eu tinha criado uma associação chamada Associação Cultural Literatura no Brasil, que hoje é uma entidade registrada em cartório, que tem projetos inclusive com, com o governo federal, com a Petrobras, e a gente acabou fazendo esse projeto, essa associação, Com dois motivos, né? Primeiro para incentivar a leitura, segundo para divulgar os escritores independentes. Então foi, foi criado um pouco por conta da minha dificuldade. E aí eu criei, fiquei uns dois anos sozinho com esse projeto, com essa associação, até que mais para frente se uniram outras pessoas também, para a gente acabar divulgando e incentivando a leitura também. E aí nesse ínterim de tempo, Enquanto eu saia de Suzano, eu vinha até aqui a Vila Madalena, Pinheiros, para ficar vendendo livro de madrugada, né? Porque eu tinha lançado quinhentos livros. Aí todo dia que eu chegava em casa, eu via aquele, aquela caixa de livros lá, esperando para ser vendido. Não conseguia colocar nas livrarias, porque tinha que ter nota fiscal, tinha que ser pessoa jurídica e tudo mais. E eu falei, poxa vida, eu tenho que vender esse livro, né? Porque eu tenho que pagar as dívidas e preciso fazer com que o livro chegue nas pessoas. Aí foi quando eu comecei mesmo a participar de vários eventos culturais, de vender o livro, de divulgar, ir em palestras de escritores, enquanto o pessoal estava na fila para pegar autógrafo do escritor, eu estava na fila para doar um livro meu para ele, para divulgar e... pedi com que ele lesse o livro depois para que me desse uma força também. Enquanto isso, eu estava escrevendo um livro de contos intitulado Oitenta e Cinco Letras e um Disparo, que aí foi lançado, esse livro foi lançado em dois mil e seis, também é edição independente, só que como eu estava, eh, já com meio caminho andado, eu acabei publicando mil exemplares para uma editora de Suzano, né? Que eu terceirizei o livro, só que essa editora chamada Editora Ilustra acabou dando um viés a mais, ela trabalha muito com atores independentes, Então ela acabou colocando em algumas livrarias e tudo mais. E aí, nessas idas e vindas, cheguei a conhecer muitas pessoas de projetos sociais, de canais de televisão. Acabei aparecendo em alguns veículos de comunicação, algum, algumas revistas, jornais, impressos, na tê-vê também. E aí foi quando surgiu o convite para eu sair pela Global Editora, que é uma editora, eh, bem grande, conhecida no Brasil inteiro e tudo mais. Aí foi quando ela lançou a segunda edição do livro Oitenta e Cinco Letras e Um Disparo. Aí vejam bem vocês, comecei a escrever em dois mil e dois, antes eu só lia, mais ou menos, comecei a ler de noventa e oito para dois mil, dois mil e um, comecei a, eu só estava lendo nessa época, depois que eu comecei a escrever que eu me, me envolvi com o movimento hip hop, movimento negro, vários movimentos relacionados à área da cultura e à área do social. Até aí, eu era apenas o, cobrador de lotação, e que uma hora ou outra eu tinha três, quatro reais no bolso, eh, não sabia conversar direito, tinha muita vergonha de fazer as coisas, e que metia o pau no, nos políticos, metia o pau no, no, no, no panorama geral social do Brasil, mas não, não dava solução. Quando eu comecei a escrever, de dois mil e dois até o presente momento, dois mil e oito, hoje eu sou o que tem orgulho de bater no peito e dizer que é o que é graças aos livros. Se não fossem eles, eu estaria, no mínimo, a sete palmos abaixo de terra. Então, se hoje eu tenho um carro, é graças à literatura. Se hoje eu estou fazendo faculdade, é graças à literatura. Hoje eu estou trabalhando numa secretaria de cultura de uma cidade de São Paulo. graças à literatura. Hoje eu tenho amigos maravilhosos, hoje eu tenho uma noiva maravilhosa, hoje eu tenho uma casa que eu construí graças à literatura. Então, eu tento passar hoje para as pessoas o quê que a literatura fez na minha vida. Não que eu queira incentivar que todos sejam escritores, mas só pelo fato das pessoas acordarem pela questão da leitura, que ela lendo, ela pode ser tudo, tá ótimo. Aí é quando eu chego e digo assim, Shakespeare disse, né? Ser ou não ser? Eu digo ler ou não ser? Se você lê, você é, né? Se você não lê, você não é nada. Então quem não lê hoje em dia não rende mais nada. No mínimo tem que ler um jornal, Eu gosto de incentivar as pessoas e não importa o quê que a pessoa está lendo, importa o que ela, que ela está lendo. Então não importa se ela está lendo auto ajuda, essas revistinhas, eh, esses livrinhos que não contribuem em nada, importa é que ela está lendo. Depois que ela tiver lido bastante, aí sim ela vai saber o quê que, de fato, ela quer para a vida dela, que tipo de livro que ela quer ler. Então é um pouco, eh, da minha vida antes da, da literatura e depois da literatura.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eh... Você falou de alguns estilos, né? Crônica, conto, Como que você foi aprendendo essas, essas diferenças? Porque uma coisa é a gente querer escrever, né? Outra coisa é a gente ter um pouco de técnica. Como é que você foi, foi <coughs> absorvendo essa técnica também?
Foi quando foi justo na época que eu comecei a encher o saco dos professores, dos escritores, e eu encontrei alguns que falavam assim, poxa, olha, legal, você tem um talento, você tem criatividade, mas você precisa lapidar isso, você precisa ter uma técnica e tal. Eu falei, poxa, mas que dia é esse de técnica, né E eu sempre respeitei, eh, as pessoas mais velhas, sempre respeitei as pessoas que têm mais conhecimento. Então, eh, se eu fosse uma outra pessoa, eu poderia falar assim, ah, que nada, que... Ah, está, está com inveja e tal, eh, está, está é com preconceito contra a minha literatura e tudo mais. Mas aí eu falei assim, poxa, legal, né? Eu vou absorver isso que ele, que eles estão dizendo, o que for bom fica comigo, o que for ruim eu jogo fora. E aí eu ouvi eles falarem muito da, da, eh, de, de livros clássicos, né? Literatura clássica e tudo mais, que para mim sempre foi uma literatura chata, né? Então falavam de Jorge Amado, de Machado de Assis, livros que eu tentei ler e nunca conseguia, né? E aí até que chegou algumas pessoas e falaram assim, olha, você precisa ler, você não precisa fazer uma faculdade para ser escritor, né? Você não, não precisa ter dinheiro para ser um escritor. Mas você lendo, você indo atrás dessas pessoas, você vai aprender como se escreve. Falei, vamos ver como é que é esse diacho aí, né? correr atrás desse negócio aí. E aí eu comecei a ler com muita calma, Machado de Assis, eh, o próprio Jorge Amado, e aí foi quando eu busquei várias literaturas, vários tipos, porque antes, nessa época que eu comecei a compor, eu lia muito Paulo Lins, eu lia muito Ferréz, eu lia muito Jocenir, então era livro, Cidade de Deus, Diário de um Detento, Capão Pecado... Era assim, era um tipo de literatura que eu lia, que acrescentava bastante coisa para minha vida. Só que eu tinha que ler mais, eu tinha que buscar na fonte, que era onde esses escritores, Ferréz, Paulo Lins, Jocenir, eles buscaram também. Então eu falei, vou buscar nessa fonte também. Foi aí que eu comecei a dar valor para esses livros clássicos, né? Que eu falava, poxa, eles são clássicos, chatos, porque foram escritos numa outra época. E assim, nunca terminou de dizer o que tinha para dizer, então você lê hoje e lê atual. Eu falei, olha que coisa fantástica, eu quero que uma pessoa daqui a sessenta, setenta anos também leia o meu livro e fale, nossa, mas esse tal de aqui foi fogo, né? Eu quero escrever como ele, então eu falei, legal. Aí eu comecei a sugar na fonte mesmo, comecei a ver como é que eles construíram o personagem, o tempo, o espaço. E foi aí que eu percebi que o meu, meu, meu grande dom mesmo era voltado para a prosa, para a questão do romance, para o conto, que para a poesia eu era muito devagar. Não que eu não escreva, eu escrevo algumas poesias também. Então foi aí que eu percebi, falei, ah, legal, tem que se identificar. Tanto que o conto também tem mais mercado literário para isso, né? As pessoas leem, hoje em dia, leem pouco poesia, porque acham que... não entende porque é difícil, quer uma literatura mais fácil de ser digerida também, mas não que o conto seja fácil de ser digerido, o conto, eh, às vezes, por vezes, é mais complexo que uma poesia, mas por, por eu ser essa pessoa que desde a infância sempre gostei de calor humano, sempre gostei de estar no meio das pessoas, de brincar e tal, eu acho que o conto é mais isso, né? O conto é mais o carnaval, o conto é mais essa coisa do calor humano, agora a poesia já é uma coisa mais solitária, mais subjetiva, então por isso eu acabei voltando um pouco para a questão do conto.
Quem foram, né? Ou quem foi, as pessoas, assim, que te, te, te, te incentivaram na carreira...tosse)omo, como, como escritor? Que, que te ajudaram, que te orientaram?
Por incrível que pareça, a pessoa que mais me incentivou foi a saudosa Carolina Maria de Jesus, falecida na década de setenta, que ela escreveu um livro chamado Quarto de Despejo, subtítulo O Diário de uma Favelada. Quando eu li esse livro, aí eu pensei, nossa, foi uma favelada que escreveu isso? Não, eu vou ler de novo. E aí li uma segunda vez, e era inclusive um livro que eu só achei na biblioteca do município, mas eu sempre tratei o livro com bastante carinho, mas esse livro eu não consegui tratar com bastante carinho, então eu sempre, lendo ali, eu pegava o lápis ali e começava a circular, porque a autora falava umas frases bacanas ali e tudo mais, e algumas frases que me deixavam muito mal, sabe, assim? Eu ficava refletindo muito sobre a minha vida. E eu li uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Em sete dias, li ele seis vezes, porque era um livro que, como era um diário, então era fácil você ler. E aí, quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, eu vou ser um escritor igual a essa escritora. Aí comecei a pesquisar sobre a vida dela, falei, nossa, eu quero ser, eh, um, um Sacolinha, que escreveu um livro também, que veio da periferia, que veio do subúrbio, e que seja conhecido no mundo inteiro, como a Carolina Maria de Jesus foi conhecida no mundo inteiro, traduzindo em vá, mais de... E aí, eh, por ela ser negra, por ela ser favelada, por ela vir de Minas Gerais, trabalhar como empregada doméstica, depois catar lixo, através do lixo ela adquirir sua cultura, porque ela não teve tantos anos de estudo, teve só dois anos de estudo. E ter sido o que foi, eu falei, nossa, eu também quero ser assim. Foi aí que eu comecei a compor, foi aí que eu, que eu pensei que era possível mesmo. Então, a partir daí, todas as pessoas que me circulavam, que estavam ao meu redor, todas essas pessoas, eh, acabaram me influenciando muito. Então eu não posso dizer que o Machado de Assis me inspirou, sendo que uma vizinha minha pode ter me inspirado. A partir do momento que eu abro a janela de casa e estou ouvindo ela escutar forró domingo e cantando toda feliz, e aquela cena me inspira a escrever um conto bem subjetivo, né? Então todas as pessoas acabam me inspirando também. Agora, escritores que eu gosto, pode colocar na lista Jorge Amado, pode colocar Machado de Assis, eh, Carlos Drummond, Maria, a própria Carolina Maria de Jesus, alguns estrangeiros também, como o próprio Charles Bukowski, que escrevia uma literatura totalmente fora dessa questão do formal, sabe? Manuel Bandeira, que escrevia umas poesias também muito bacanas, então assim, Para mim tem vários escritores que acabam, eh, me influenciando também.egal.
E a faculdade de Letras, como ela surge nesse contexto?
Dois mil e cinco foi quando eu comecei a trabalhar como coordenador literário na Secretaria de Cultura do município de Suzano. Foi aí que eu comecei a ter uma estrutura melhor financeira para, para, para entrar numa universidade. E aí foi quando eu pensei, eu falei, poxa vida, eu estou escrevendo e tal. Estou participando de vários movimentos sociais, só que eu não quero ser um mero militante e um mero artista. Eh, eu quero, eu quero entrar na sala de aula, quero mostrar para os alunos que é possível também, né? Porque hoje em dia a educação, eh, está bem difícil. Você entra na sala de aula, você vê professor gritando com aluno, aluno gritando com professor, então fica aquela coisa de a, de, de animal e tal. E sempre fica aquela... coisa do aluno sair da escola sem saber o quê que ele vai fazer com aquele diploma que não vale mais nada para ele, né? Se ele não tem um curso de informática, se ele não tem um curso de inglês, se ele não tem uma universidade ou até uma pós-graduação, porque cada vez que a gente vai se atualizando mais, aquele diploma fica para trás, acaba não servindo. Então eu falei, olha, eu vou fazer uma universidade, vou me, me, me graduar, vou me especializar, vou para a sala de aula, vou mostrar para esses alunos que é possível sim, né? E eu quero também... ser uma pessoa que pode debater de igual para igual, tanto no, na questão do talento como nos termos acadêmicos também, né? Porque não basta a gente ter o talento, a gente precisa ter a técnica, a gente precisa saber, eh, falar bem, a gente precisa saber, eh, eh, enfim, trabalhar com essa questão acadêmica aí. Então, por isso que surgiu, acabou surgindo essa questão do, do curso de letras. Entrei e entrei... Apenas com a ideia de fazer uma graduação, agora eu já estou querendo fazer uma pós-graduação, né? uma especialização na área de literatura brasileira, que é o meu forte. Não que eu não goste, eh, da literatura estrangeira, gosto sim, mas eu acho que antes de a gente ir para lá, a gente tem que valorizar o que é nosso aqui. Então eu sou muito voltado para a questão da nossa cultura, da questão do popular, da questão do brasileiro. Então é aí que surge a universidade em minha vida.
Além do mestrado, né? Dessa continuidade, assim, quais são os outros planos para o futuro, além de casar com o amor da sua vida?
Olha, eh, <laughs> na área de especialização, acho que termina aí essa questão da pós-graduação, mestrado e tudo mais, não sei. Mas o meu projeto mesmo, na literatura, eu quero muito escrever para teatro, quero muito escrever para o cinema, escrever para a tê-vê, quero muito fazer novela, porque eu sempre reclamei do que está aí. Então, quando eu comecei a ler e comecei a criticar a política e dar sugestão, dar opiniões, Eu faço a mesma coisa com o que está aí no cinema, com o que está no teatro, com o que está na tê-vê. Então, se eu critico, eu tenho que mostrar como que eu quero que seja, como que, que pode ser feito, né? Se eu estou criticando, como que seria, então, um padrão ideal? Ou como que eu queria, por exemplo, que a minha mãe, que a minha vizinha assistisse uma novela, se sentisse dentro da novela, mas não como assim, vou digerir para passar o tempo, né? A minha válvula de escape. Não só isso, mas fazer com que a pessoa reflita também e tudo mais. Então, meus projetos é... para escrever para tudo quanto é lugar e, especificamente, viver de literatura. Eu quero muito bater no peito e falar assim, olha, hoje eu vivo de literatura. Se bem que eu já estou vivendo de literatura, porque se eu trabalho numa Secretaria de Cultura, onde eu coordeno a área de literatura, e, e, e tudo que eu faço, as vendas de livros, as palestras, sempre sobra algum trocado, de, de uma certa forma eu estou vivendo de literatura. Não estou vivendo diretamente dos livros, mas através dos livros, e dos livros que eu escrevi e estou escrevendo, estão surgindo outras coisas que estão fazendo com que eu viva disso.

Você tem mais alguma pergunta, que ficou faltando fazer?ão.

Sacolinha, você acha que ficou faltando falar alguma coisa?
Olha, eu acho que ficou faltando bastante coisa, mas, eh, não tem como a gente falar, né, tudo isso. Mas o que é mais importante, o que é mais essencial já foi falado, já foi, eh, finalizado.
Legal. Eh... Então, assim, para, para a agente, a última pergunta. Prometo. ode ficar à vontade. O quê que você achou, assim, de ter passado esse tempo aqui com a gente, você ter, olhando o seu passado, sua infância, adolescência, você ter deixado registrada a sua trajetória toda aqui no?
Iniciativa muito bacana quando eu fiquei sabendo desse projeto, o. Mais bacana ainda é saber que não vamos ligar para um cara lá do Rio Grande do Sul que é famoso, vamos pagar a passagem de avião dele para ele vir aqui e falar, ah, o medalhão tal. O mais bacana que eu achei é que qualquer um, qualquer cidadão, principalmente esse qualquer cidadão, pode vir aqui, pode gravar o seu depoimento e é bem tratado. Isso é que é um, que é muito bacana. É diferente, às vezes, quando você chega no local e aí você não é bem tratado, você só está ali porque você, de repente, apareceu na televisão, você só está ali porque você, de fato, é alguém, é muito diferente. Então, a partir do momento que a gente vê, né? E se vê, e é bem tratado num local desse, acho que uma iniciativa dessa com o está de parabéns e mostrar que não é um produto, não trata-se a pessoa como um produto, mas trata-se a pessoa como um cidadão... e que a pessoa pode ter, sim, o seu momento, eh, a sua hora, pode aparecer onde você quiser, porque é muito importante também o cidadão comum olhar e falar assim, olha, entra lá na internet, no site tal, tal, tal, tal, um negócio lá do, e você vai ver um vídeo meu gravado lá. Isso para a pessoa é fantástico, ao invés de ela ficar aparecendo uma vez ou outra, assim, na tê-vê, ou somente quando um ou qualquer um desses jornais sensacionalistas, eh, fala, olha lá, bota no vê-tê a cara do vagabundo lá para todo mundo ver. É muito importante quando o cidadão não aparece assim, quando ele aparece de uma outra forma, falando assim, olha, eu tenho cultura, eu tenho o quê falar, entendeu? Eu não sou ladrão, eu não sou bandido, onde eu moro não só tem isso, tem outras pessoas de bem também. Então é muito bacana, o está de parabéns. E aí para encerrar eu só queria dizer o seguinte, que as pessoas, por mais que não tenha condições, que leia, leia mesmo, porque só lendo você vai ser alguém, tá? O exemplo está aí, acabei de falar que eu só sou o que sou graças aos livros, que se não fossem eles eu estaria no mínimo a sete palmos abaixo de terra. A literatura, os livros, me salvou, tá? Continuam me salvando e vão continuar salvando outras pessoas também. Se depender de mim. Então vamos ler, tá? Ler não é um bicho de cabeça. Pega um livro aí que você, eh, se identifica mais, começa a ler. Não gostou, para, procura outro, mas leia. Porque ler ou não ser, eis a questão. <laughs>
Maravilhoso. Então, em nome do, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui... gente que agradece. ter deixado registrado...